Então, eu queria que você começasse falando para mim o seu nome completo e o local e a data do seu nascimento. É...

E qual o nome dos seus pais?

O que que seus pais faziam?

Ele é marceneiro, de, na verdade ele é marceneiro.

E sua mãe?

Era uma loja de tecido, muito antiga lá. E ela trabalhou, quando jovem, até ter o meu irmão mais velho, que nasceu quando ela tinha uns vinte E desde então, aí quando nasceu meu irmão, ela continuou um tempo trabalhando. Depois nasci eu, um ano e meio depois.

E daí ela parou de trabalhar e ficou o tempo todo... cuidando da casa, cuidando de nós. Eu tenho um outro irmão ainda, um terceiro.

E aí a família inteira vive um pouco desse comércio, assim, então eles foram fazer isso. Mas a atividade mesmo, que eu saiba de ela contar, era isso, ela era uma boa vendedora da Matarazzo.

Você sabe como eles se conheceram?
Fazendo footing, assim.

E os homens ficavam parados. E aí, assim, conheciam-se de... amigos, meu pai tem um irmão que é casado com a prima da minha mãe. Então tinha esse conhecimento, assim, mais ou menos. E aí um dia ela fez o footing dela e <laughs> e eles eles começaram a namorar, ele chamou ela para conversar, que era aquela coisa muito antiga. Eles namoraram acho que sete anos. Antes de se casarem, namoravam assim, sentados no sofá, com vô e avó, um de cada lado, saiam com os cunhados. Minha mãe tem oito irmãos, uma morreu, mas assim, era aquela família, aquele sofá e mesa e tal, então eles namoraram durante esse tempo todo. Eu não consegui fotos dele, depois eu até gostaria de mostrar. Tem umas fotos lindas deles nessa época, porque eles são de quarenta e... Ele quarenta, ela quarenta e Então, isso era década de sessenta assim, né. dezoito, dezenove anos E ela... Ela é muito bonita, minha mãe. E ela era se vestia assim, tipo, Jaque, sabe? Aqueles vestidinhos tubo, aquela bolsinha no <laughs> braço, assim... Mas não é, não tinha dinheiro, nada, mas enfim, essa esse era o programa, ótimo, não precisava gastar dinheiro nenhum, né? Ficava dando volta em volta da praça, paquerava. E aí foi assim que eles se conheceram.
E seus avós, eles estão presentes bastante na tua história por conta dessa coisa de você crescer, é, nessa cidade que é pequena e tem toda essa tradição da família e tal?

Conta um pouco sobre o seu avô, que era farmacêutico
Fala dos avós, são mais presentes os avós lá da minha mãe, né? Esse meu avô, que era, ãh, farmacêutico, morreu faz uns E ele é de uma família grande, também italiana. E era um cara muito, muito diferente, assim, nessa cidade. Porque ele era um homem delicado, eu diria assim. Enfim, ele fazia apresentação de teatro com as filhas. Ele ensinou todas as filhas a tricotar. Elas aprenderam a tricotar com ele. Ele tinha uma série de de... Hoje eu vendo, né? Na época eu era criança, não E essa coisa da farmácia também, de ser um pouco conselheiro, né? Ele nasceu e morreu pobre, o meu avô. Porque ele teve cerâmica, ele teve farmácia. E ele era meio... Generoso.

A cidade funciona pelo movimento das cerâmicas. E aí ela ela é muito polarizada, porque tem os donos das cerâmicas, que são, hoje ela é globalizada, assim, vende, exporta e tal, mas a mão de obra é muito pobre. sempre teve essa grande polaridade, assim, sabe, os donos das usinas ou cerâmicas e uma mão de obra, é... Que eles chamam de pé vermelho, assim, que é a pessoa que mora no barro, E ele sempre foi um cara generoso com essas pessoas, então fazia ficha e anotava o que devia. Aí na época de inflação alta, oitenta, oitenta e poucos, ele ficava lá anotado com os precinhos das coisas, então perdeu grana, faliu, assim, mas ele era uma pessoa muito querida, muito...

E agora tem um centro cultural até, que tem o nome dele lá.
Que legal.
Depois foi vereador, mas assim, ele não foi nada de político, se eu disser que ele teve algum efeito, assim, muito grandioso, ele não tem, mas ele tinha um... Um carinho, um carisma para aquela cidadezinha, que é de dez mil habitantes, então é pequenininha, né? Muito grande, assim, as pessoas gostam, respeitam muito minha avó. E a minha avó, <laughs> uma coisa engraçada, minha avó hoje está com noventa anos, está viva. E ela agora com Alzheimer. Mas ela é uma mulher muito dura, assim, sempre foi. Acho que até é um pouco nessa compensação do lado... É, então ela sempre foi muito maruda, assim.

Que é um <laughs> jeito que a gente fala na família que é, tipo, pegar o touro a chifre, assim, sabe?

Ela mata galinha. A gente tinha nas férias um evento, assim, social lá, porque eu tenho vinte primos, né, vinte e poucos primos, sei lá, incontáveis primos. E a gente se reunia, assim, em um rancho que ela tem na casa dela, uma casa grande, longa, assim Lá no fundo tem um que a gente chama de rancho, só uma cobertura. E a gente matava porco. Então tinha um evento que... <laughs> Todos os primos, cada um com as suas funções, tal, vinha o porquinho... E ela gostava dessa coisa, sabe? De De mata o porco, destripa o porco, <laughs> sei lá, uma coisa meio, não sei, não diria masculina, mas é uma coisa meio visceral, assim. Ela é uma italiana muito visceral, muito emocionada e tal. E às vezes a gente está em uma, mata o frango quebrando o pescoço na perna. Amassa o pão, assim, sabe? Ela tem esse jeito mesmo <laughs> Mas ela é uma pessoa divertida, era. Esse casal era um pouco divertido, porque eles trocavam um pouco de de papel, né? A minha mãe conta muito isso também, que para os filhos tinha isso. A mãe muito brava, muito severa, e o pai muito doce. Mas a gente tinha muita, <coughs> muita coisa tradicional lá. Uma delas era <laughs> <coughs> a matança do porco. Tem um tipo, tem um sítio lá, criava porco. Então tinha essa coisa de aprender a fazer, pegar a tripa do porco, um lavava. Eu era do baldinho, eu ficava misturando o baldinho... para fazer chouriço, sabe o que é chouriço, não? É uma misturinha de sangue, assim, coagular <coughs> Eu era menorzinha, acho, e eu ficava <coughs> nessa função. Que era assim, nojenta também, <laughs> mas um pouquinho menos violenta, assim, de matar. E... E aí tinha várias outras tradições. Tinha uma do carnaval, que a gente se reunia para fazer cróstoli. A mesa da minha avó é enorme, assim, <coughs> é uma bancada imensa de madeira. Então todo mundo... Quando eu era criança, assim, todo mundo ia, né? Os sentavam, o grostoli ali é uma massinha que você enrola, <coughs> frita e passa no açúcar. E tem uma tradição, depois eu vim a saber, porque ela só fazia no carnaval, a gente podia chorar e espanear, que só tinha no carnaval, na terça-feira de carnaval ela fazia. E que depois eu vim a saber que era uma tradição, realmente, de algum lugar da Itália, de onde veio a mãe e o pai dela, que tem essa tradição de se fazer no carnaval. Não sei direito por que, não conheço a história, mas ela fazia. Então, ela tinha essas coisas também muito... Não, é no carnaval, vai ser no carnaval. Muito, muito regrada, assim. Uma mulher muito, uma mulher forte. Essa é a imagem que eu tenho. Teve uma história muito difícil também. A mãe morreu, ela tinha cinco. A bisa, né? Uma gripe, <coughs> teve um surto de gripe no começo do século, acho que foi.

Então, foi mais ou menos treze, assim. E morreram todos, e ela conta, hoje não conta mais, mas ela contava que ela se lembra da casa dela ter, é, caixões o tempo todo, velava-se em casa, né? Então, sabe, morreu a mãe, morreram os irmãos, e ficava aquela coisa de entra e sai caixão, ela pequenininha, assim. Então sempre foi muito atribuída essa dureza dela, ãh, é uma história um pouco difícil, né? Mas eu acho que também é um pouco de personalidade, né? E dessa junção no casal, que é um duro... Então, conta um pouquinho...

Eles ficaram ainda muito apegados, assim, à à família.

E aí, minha infância, eu fiquei muito em torno, assim, dessa família, que eram os encontros de todo sábado e domingo na casa dessa matriarca aí, que até hoje faz esse encontro. E com os primos, então muita brincadeira de de rua, de de bola. Eu tinha só uma questão difícil que, na minha idade, assim, eu tinha dois primos e meu irmão, bem pertinho. Então, era, foi sempre bem difícil. Eu era miudinha, meio fraquinha. Mas era meio miudinha. Eles detonavam comigo. De fazer brincadeira. Uma época, eles começaram a lutar judô.

Aquela história de botar a menina a fazer balé e o menino a fazer judô. Né, que eram bem tradicionais. E aí os três lutavam judô. Mas como você tem que lutar hindu? Então eu era a escolhida, <laughs> assim meio um tipo bobinha da vez, entendeu? E eu me lembro que teve uma horrível que eles me chamaram para eu vir correndo, fazer um golpe sensacional, deram a mão assim para mim, botaram o pé na barriga e eu caí de cabeça assim <laughs> inteira no chão, não tinha mão nem para segurar. Então, eu tinha umas brincadeiras, assim, muito de menino, mas que eu não era menino, não. Tem gente que fala, ah, eu fui muito moleque na infância. Eu, assim, <laughs> eu tinha que ter um escudo, porque eram três moleques e eu, né, que tinha que me defender deles, assim, nessas... Nessas brincadeiras mais de braço, de mão. Mas assim, foi bem divertido. Mas eu sempre quis, tanto que até hoje eu tenho uma coisa, que eu sempre quis ter uma irmã. Eu sempre quis, <laughs> sabe, eu fiquei com essa... Eu queria tanto ter uma irmã, era um objeto de desejo, assim, ter uma irmã, <laughs> para dar uma aliviada naquela situação, né, de muito menino.

Ah, de escola, né?

Que nessa época era uma cidade muito, isso era setenta e seis, setenta e sete, era uma cidade muito industrial, né? Então, assim, muito metalúrgico, muito filho, a gente morava num bairro operário, assim, então, aquela galera, brincadeira de rua. Amarrava corda no portão, pulava fogo, foguinho. mãe da rua, passanel. Meus pais, não sei se por opção ou se foi uma coisa muito sem querer, assim, mas, enfim, nunca falamos disso, mas eles sempre moraram em rua fechada. Então, eu sempre tive essa coisa de de brincar na rua. Isso para mim sempre foi super importante. Nunca me dei conta, mas obviamente isso era a minha brincadeira importante. Jogar taco, duas latinhas de óleo, aquele pau, com as bolinhas que passavam, uhum, no meio. Eu tive muito isso, assim, numa cidade grande e já quase Aí no final dos anos setenta, teve um momento ótimo assim na minha vida, que foi <laughs> construíram uma uma escolinha infantil no final dessa rua onde a gente morava. E aí, primeiro, assim, a construção foi maravilhosa, né? Porque tinha aqueles tubos. Não, não tinha barro, não tinha tubo. E a gente se metia na construção direto, assim. Vocês meninas, <laughs> é <laughs> É. Aí já tinha mais meninas. Nessa época já vinham as meninas da rua, da escola, enfim. Aí eu comecei a <laughs> ter contato com as meninas, brincadeiras das meninas.

E aí a gente ia brincar nesse terreno, assim, que era muito bacana. Sabe uma coisa de descoberta, de, sei lá, inventar muita brincadeira, né? E tinha uma coisa também estranha, assim, que a gente era a família de classe média mais remediada dessa rua onde a gente morava. melhor de vida, assim, o que não significava muita coisa. Mas era, tipo, a gente fazer uma viagem por ano, de férias, e as outras pessoas eram mais pobres. Então tinha essa coisa do brinquedo, que a gente também... Ou só a gente tinha... Sabe, não era aquela coisa de eu ter a boneca, a outra também ter a boneca. Ou só a gente tinha que emprestar e tal, e às vezes era difícil... Ou não rolava brincadeira, né? Porque não tinha com quem brincar. Tinha eu a Barbie e a outra não tinha a Barbie. Era uma Barbie só. Então ficava uma coisa meio sem graça. E a gente ia para a rua, porque a rua era mais aberta, assim Enfim, eu brinquei bastante. Mas aí, teve, depois de construir esse negócio, aí fez , tinha uma escolinha de cinco, seis anos, nem sei como é que chama, escola infantil, educação infantil. E aí fizeram uma biblioteca lá, que funcionava nas férias, e para mim foi super legal, super importante, assim, porque embora meu avô fosse uma pessoa mais culta e tal, é, não tinha muito livro em casa. Só tinha aquelas barças, vendia círculo de livro, meus pais eram... Comprador, o círculo do livro. Mas não tinha muito hábito, não eram, não eram muito letrados. E aí a biblioteca foi bem legal na minha vida, assim, de abrir uma possibilidade, sabe, de Ela era bonita, nova, recém-feita. Então foi um lugar onde eu me enfiei bastante. E aí comecei a ficar com certo estigma até de ficar dentro de casa, ser muito leitora. Eu fui muito leitora quando pequena. Era meio um mundinho à parte, assim, né? Era também onde eu me protegia um pouco dessas brincadeiras mais violentas e tal. E eu me escondi bastante. Lá tinha concurso de conto, era uma beleza.
E como que era, ãh, a sua vida de pequena dentro de casa? Sua relação com os pais, sua relação com os irmãos, que tem um pouco dessa coisa da briguinha e tal, mas e no dia a dia, assim?
Com a minha mãe sempre foi muito difícil, eu sempre briguei muito com ela, assim Desde pequena? Desde pequena, a gente sempre foi muito diferente. A gente é idêntica, a gente é muito parecida, fisicamente. O que eu acho que é um fator para a gente se <laughs> desentender muito psiquicamente, porque tem que fazer alguma diferença. E sempre fui muito turrona, assim. Ela me conta coisas do tipo, pentear meu cabelo sozinha. Eu não queria que ela penteasse meu cabelo aos cinco anos, assim. Uma pessoa meio autossuficiente. E... E com o meu irmão... E aí a gente também faz uma diferença, né? Entre irmãos. O meu irmão sempre foi um cara mais atleta, esportista, assim, sabe? E aí eu fui ficando mais tímida, mais dentro de casa, mais... Eu desenhava, desenhava sem parar, o tempo todo eu desenhava. Eu tinha uma mania de fazer uns quadradinhos, fazer umas modelagens, uns modelos de vestido. E aí <laughs> Essa história é muito engraçada, porque eu fazia isso. Então, eu pegava uma folha de papel, botava assim, como se a gente brincasse de stop, fazia aquelas listas e fazia vários desenhos de vestido.

E, às vezes, ela via um desenho e ela falava, vou fazer. E ela pegava o desenhinho, assim, e quando a gente desenha, né, vestido, vocês já desenharam vestido? A gente bota um monte de detalhe, né, ali no desenhinho, que fica, bota umas coisinhas, assim, e ela ficava copiando, assim, a gente, na verdade, era uma brincadeira nossa, né, uhum, que eu fazia e ela copiava os modelinhos e eu vestia, tal Era era uma dos meus passatempo preferidos, fazia roupa de boneca... Mas nunca foi para frente isso, porque eu não não virei modelista <laughs> Mas nessa época eu gostava bastante de fazer isso. Mas era bem... Teve sempre muita reação a minha mãe. Minha mãe é muito boa cozinheira. Gosta de ser dona de casa, assim, ela gosta dessa coisa de cuidar de casa. E eu desde muito cedo achei que, não, isso não ia rolar, não. Hoje eu faço tudo. Cozinho, faço <laughs> tricô e tal. Mas assim, porque fiquei ali com ela, mas não fui essa filha que senta do lado, entendeu? Eu fui ler e estudar e desenhar e... Meio para definir um cerco, assim. Esse sou eu. E o meu irmão era um cara que ia mal na escola, dava trabalho. E eu era a primeira aluna. Teve uma época horrível que ele repetiu um ano na escola. E a gente se juntou, né? Na mesma sala. E foi tenebroso, assim. Porque aí ficou a comparação ali, né? A melhor aluna e o pior. A gente era assim. A melhor e o pior. A gente não era médio. E foi muito difícil, tanto para mim quanto para ele. Naquela época não era muito construtivista a escola, né? Era uma escola de Estado, é, ditadura ainda, assim, né? Então, não foi bem, assim, ninguém trabalhava essa questão, né? E aí a gente ficou muito tempo com esse estigma de eu ser a inteligentona e ele ser o problemático na escola, mas ao mesmo tempo ele ser, ter uma destreza e eu não. A gente ficou muito polarizado nisso. Ele da minha mãe e eu do meu pai. Eu sou queridinha do meu pai, queridinha da minha mãe. Hoje em dia a gente já <laughs> ultrapassou um pouco.
E o outro irmão? São dois, né? É, eu

Deu bastante diferença. Quando eu, é, tinha cinco anos, a minha mãe teve uma gravidez que... Perdeu um aborto aos cinco, seis meses de gravidez. E ela teve que esperar um tempo. Pegou rubéola nesse nessa época. A gente pegou rubéola, ela também pegou, e... E aí ela teve que esperar um tempo para ter outra gravidez. Teve uma gravidez quase às quarenta, que é esse meu irmão.

Sabe? Hoje, é vinte e nove anos, ele tem, né? Vinte e oito, é...

Ela ainda compra bolacha para ele, biscoito recheado, requeijão que ele gosta.

Ficou meio, sei lá, de culpa, porque a gente ficou doente, enfim, não sei o que rolou direito, mas eu queria muito um irmão.

E aí eu também tive essa oportunidade, aos nove, de dar uma brincadinha, assim, de... de mãezinha, né? De cuidar. E eu eu fui muito cuidadora dele. De dar comida, dar banho, assim.
Vem de cuidar do meu mais novo de... É, eu sou meio irmã, né?

Que é uma coisa bem bacana para ele, eu acho, sabe? Tem a mãe lá, né?

Sei lá, isso é bacana, você vai saber. Mas é, é uma outra relação, bem diferente da do meu irmão mais velho, né? Que a gente tem realmente uma disputa, uma

Ele... Tudo a gente deixa, né? E ele é realmente um cara muito doce, que pega muito essa tradição da família. Ele faz macarrão em casa hoje para os meus filhos, compra maquininha. Então ele resgata muito dessa história antiga, sabe? Está levantando... Ah, essa história é engraçada. Estava levantando a, como é que chama? A árvore da nossa família para conseguir o passaporte, o passaporte italiano. E aí, confuso, porque eles têm todos os nomes trocados e tal. E ele foi atrás, ligou para a tia-avó, todo mundo meio já velho, sem memória, sem papel, sem documento. Ele começou a ir atrás, porque ele tem essa coisa de buscar mais as histórias da família. Aí ele foi chegando nos becos sem <laughs> saída, <laughs> assim, de achar um nosso bisavô que fugiu de uma cidade. Ele veio da Itália, mas não aparece nenhum relato dessa vinda dele. A gente supõe que ele tenha vindo porque engravidou a mulher, porque nasceu uma tia, avó minha, num navio.

E, e aí ele foi atrás disso para saber quem eram as pessoas. Super, uma visão meio romântica, sabe? ver. E foi caindo nos lugares que um tio esfaqueou o outro. Eles tiveram que fugir de uma cidade para outra.

Dívida de morte até, porque eram umas histórias meio... Meio cabeludas, assim, de gente que vinha meio fugida, deitada. Sabe essa história linda que todo mundo quer contar? Não, meus parentes vieram <laughs> <laughs> Não, nossa, acho que vieram fugidos de lá. Aqui também. Meio que se estropiaram por aí, sabe? É... Diz o meu pai que soube da história, meu avô que fugiu, o Bisa que fugiu, que é porque, até tem um termo para isso, mas desvirginaram a filha, não sei, fizeram alguma coisa com a filha. Ele matou o cara que fez e fugiu da cidade.

O que é engraçadíssimo, você pensar que a pessoa foge de uma cidade para outra, né? Com cinquenta <laughs> quilômetros. E até por isso, acho que assim, os documentos, eles vão trocando tudo de nome, né? Vai para outra cidade, tira outro documento, muda o nome, ou muda algum detalhe do nome. Então a gente não consegue ter, além de não conseguir <laughs> ter passaporte italiano, a gente descobre que eles são <laughs> todos salafrários

Eu tinha umas amigas muito bacanas nessa escola de estado. A escola de estado foi uma, uma experiência que eu acho muito importante, assim, para mim.
Para Você estudou sempre em escola de estado?

Aí eu fiz até quarta série na escola de estado. Mas que era um momento muito legal, sabe? Mesmo sendo aquela coisa... do hino nacional antes, né? Tinha uma coisa muito militar ainda, né? Mas tinha muita mistura, né? Era muito, muito legal essa mistura, assim, de gente de tudo quanto é jeito e e uma coisa de brincar na rua, né, brincar na quadra, sabe? Corre, pega, pega, correr atrás do outro. E depois eu tive uma transição meio chata, assim, que eu fui para... Na quinta série, onze anos, né? A gente E eu fui para uma escola de freira. Eu fiz uma olimpíada de matemática aos dez, assim, e aí ganhei o primeiro prêmio. E aí disseram para os meus pais que era melhor eu ir para uma escola... Era também, eu acho, a decadência da escola pública nesse período, nos oitenta, assim, estava realmente o último suspiro da escola pública, né? E aí eu mudei para essa escola de freira. Mas foi muito ruim para mim. Porque eu cheguei meio tarde, né? Cheguei com onze, já estava todos os grupos meio formados. E porque mudou demais, né?

De uma coisa da rua, assim, para uma coisa mais... Eu acho que meus pais melhoraram um pouquinho de vida também nessa época, e Mas era uma melhoria mais ou menos, assim, né? Dava para pagar escola particular, dava... para pagar o clube, mas assim, não tinha todo o resto, né? Então ficou, sabe aquela coisa meio esquizofrênica, assim, de ir para escola que era mais longe, não ia a pé mais, uhum, porque nessa época da escola pública, a gente ia caminhando até a escola, uma mãe levava aquele bando, voltava, e aí ficou uma coisa mais distante, assim, e essas minhas amigas mais chatinhas, eu achava, sabe? Mais colégio de freira, assim, sei lá... Não foram tão legais quanto essas amigas da vizinhan

E a gente brigava

Mas ele era magrinho, é, como é que fala? Asmático. Ele era fraquinho.

Aí eu adorava.

De vez <laughs> em quando eu dava uns cacete, né?
Não tinha nenhum que te defendia?
O meu irmão sempre me defendia se não estivesse brigando comigo, né? <laughs> Mas grande parte do tempo era ele mesmo batendo. É, mas assim, não. Não tinha meninas mais velhas, né? Não tinha... Não, mas eu sempre chorava, né? A defesa era essa. Depois de um tempo eu parei de chorar. Mas agora eu voltei a achar que essa é uma arma <laughs> feminina bastante importante, né. Quando não dá muita conta, <laughs> chorem. <laughs> E aí teve um acontecimento ótimo, uma vez que foi... Eles saíram correndo atrás de mim, saíram, e eu <laughs> tropecei, escorreguei, assim, e caí, bati com a cabeça numa quina, assim, de calçada, e fiquei um tempo desacordada, assim. Mas isso foi um acontecimento ótimo na vida, porque eles foram, acho que uns oito anos, eles pararam <laughs> Porque eles ficaram com medo, imagina, essa sensação para criança de, é, perder a consciência, e ele achou que eu tivesse me matado, né, porque ele estava correndo atrás de mim. Aí a gente ficou mais calma, sei lá, pelos dez <laughs> Mas a gente sempre brigou muito, eu e o meu irmão. De brigar nessa fase de de braço, assim, e eu sempre perdendo todas, claro. E uma outra verbal, né? Daí na adolescência era uma briga de ficar xingando, brigando. Hoje os meus fazem o mesmo,
E, como, conta um pouco para a gente, você falou um pouco da da rotina da escola, que era uma diferente da outra. Conta um pouquinho, resgata um pouquinho como era essa rotina mais, é, patriótica, talvez, na escola pública e depois como era a rotina na escola de freira. Tinha uma coisa
Eu acho que tem uma coisa muito característica, assim, né? Que a escola de estado é essa, naquele momento, a gente se enfileirava para cantar o hino nacional segundo a ordem de tamanho. E subia a escada e tal, era um Eram aqueles prédios. Esse prédio onde eu estudava era um prédio super modernista, assim, sabe? Concretaço. Tudo concreto e cinza. <laughs> Uma escola triste, assim, feia, né? Mas...Eh... Mas, assim, muita... Tinha um pouco de vida. Pode ser que eu esteja romantizando isso um pouco, mas é...Assim, de muita gente, muita gente correndo e fazia a festa junina. Fazia aquela... Miss Primavera, sei lá, sabe? <laughs> Concurso de Miss Mas eu não era Miss Primavera, <laughs> nunca fui candidata. Eu sempre era narradora das histórias, <laughs> eu nunca fui muito de ir lá para frente ser atriz, não. E daí na escola religiosa, na escola particular, acho que uma outra, eu só estudei nessa, né, de de freira. Então as coisas se misturam um pouco, porque aí ao invés de... A ordem não era essa ordem moderna, a ordem do progresso, a ordem militar, né, mas tinha outra ordem, que era a ordem religiosa, do rezar e também ser preferidos os os meninos e as meninas que fossem filhos daqueles que contribuíssem com seminários, sei lá o que eles tinham. Então, assim, no frigir dos ovos eu acho que eu ainda prefiro... Aquela mesmo no... Porque também só tinha esse resquício, era já quase final Uhum, então tinha essa coisa do cantar o hino nacional. Até hoje se puxa um hino da bandeira, eu canto todos.

Porque, era tinha esse... Era esse o padrão, né? Se ensinava isso. Mas eu acho que tinha uma coisa mais coletiva, assim. A merenda, né? Eu também sou da época que a gente comeu soja. Quando tem esse programa de de comer soja, que faz bem para a mulher, eu falo, nossa, acho que eu já comi toda a soja que eu precisava nas minhas merendas <laughs> Porque assim, era, foi o momento da soja no Brasil, né? Descobriram a so Então tinha leite de soja, sopa de soja. Toda merenda era soja. em leite em comorã. Medonha, assim. Posso nem , não posse nem sentir cheiro, esses Ades. Ah, eu acho horrível, porque me lembra muito esse momento que era só, né? Mas, assim, era era mais coletivo. Os meus pais, eu acho que também sempre valorizaram demais essa história de ser igual com todo mundo e ser... É um pouco cristão, no fundo, eles fazem isso por uma... tem uma perspectiva cristã, assim, mas de ser todo mundo igual, né? O que eu senti demais na particular é que não era todo mundo igual.
E o seu irmão foi com você?
Não, meu irmão Ele ficou um tempo nessa... <laughs> A gente tinha problemas na escola. Ele ficou um tempo nessa do estado, que ele repetia, repetia. Aí ele foi para uma outra particular, que era uma mais fácil de passar... Hoje ele é ótimo, assim, posso falar, porque hoje eu até brinco, falo, puxa, eu fiz fiz tudo tão mais rápido que ele. Entrei na faculdade aos dezoito, na uspe, onde eu queria. E hoje ele é tão mais certo do que ele queria, assim. Demorou muito mais, foi fazer faculdade com... vinte e seis anos, eu acho. Parou o resto que estava fazendo.

Enfim, uma coisa meio chata, assim, mas fez o que ele gostava, que é educação física. Quanto tempo de diferença? Um ano e quatro.
Ah, é bem pouco, né.
É bem pouco, é, é...
E você estudou por quanto tempo nesse colégio de freiras?
Eu fiz até oitava série, fiz o o ginásio, que chama... E depois eu fui para uma outra particular, que era um colégio. Mas isso aí é um colégio ângulo, que preparava assim, bem para para o vestibular.
Boas memórias?
Boas, boas memórias do colégio. Assim, é... Eu sempre tive só essa coisa de de ser muito a primeira colocada, que foi um um... Encheu o saco muito tempo na vida, entendeu? Porque era uma obrigação, assim, de ser... E esse colégio também incentivava muito a concorrência desse, de quem passa em primeiro lugar, dá aquela... Então, isso foi um pouquinho chato, porque eu era bem tida como... muito inteligente. tonta, né? De fazer o exame lá, de ser muito inteligente porque você faz mais pontuação. Então, eu não tenho muita coisa assim de ser... Eu não era garota da... mais bonita do colégio, né? Não tinha essa coisa muito da do namoro, assim, dos treze, quatorze anos. Era mais inteligente. Tinha muito amigo homem, porque eu era muito boa de matemática, física, química, assim. Então, eu sempre tive bastante amigo. Eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade com meninos, porque acho que vindo dessa... Eu peitava os meninos, assim, tanto na infância brigando, quanto... Depois, meio na na disputa do conhecimento, assim, de quem é melhor. E que é engraçado, né? Que é uma disputa... As meninas não disputam muito quem é melhor em matemática, né? Os meninos fazem, eles entram nesse jogo e eu

Eu já estava com o pezinho meio fora, assim.

Nessa cidade que é industrial? Tem alguma coisa que você, que ficou desse tempo para você?
Tem uma coisa super bacana que é... O rock nacional... Teve... Chegou muito cedo lá, né? Chegou... E muito inicialmente, assim, né? Eu assistia shows com cinco, seis bandas, assim, que eram titãs.

Era uma coisa que quando você ia, sei lá, num clube, assim, tocava um ti tocava também erre pê eme, o Traje.

Essa ligação de rock com metalurgia <laughs> Mas ela tem, né, assim, uma ligação dos filhos serem roqueiros, né Filho de operário ser roqueiro nesse momento. E isso foi bem bacana, assim, de abrir uma possibilidade. Porque é uma cidade que não tem muito... não tinha muito, muito atrativo, né?
Era mais industrial mesmo, né? de
É, depois de uns tempos, até teve, assim, um cine-clube, sabe? Mas nunca foi muito para frente esse tipo de projeto. Foi sempre mais uma coisa de música, rock and roll, blues, assim. E agora acho que rap, né? Não sei, não conheço mais.

E menos, assim, dessa praça, esse convívio, menos. E Já tinha um pouco de violência também, anos

Como que é essa parte mais cultural, mais de lazer? Porque você falou bastante do estudo, né? Mas como que era essa parte mais de lazer nessa tua adolescência, enfim, juventude?
A gente fazia muito lazer no clube, na época não tinha ainda shopping, né? E não tinha muito espaço aberto. Então, era muito no clube, não era Maçã, eu era sócia da Maçã, então tinha essa coisa, tinha domingueiras, que se chamavam, que eram das sete da noite, assim, no domingo, e grandes shows, porque eram uns clubes imensos, tipo o Juventus, aqui acho que teve no Juventus esse movimento. E era isso, passava o final de semana, assim, no clube, eu menos nessa coisa do dia do clube, porque eu não praticava muito, mas da noite, sei lá, nesse nesse ambiente um pouco mais fechado, porque tinha os sócios, podia até entrar no sócio nessas domingueiras, mas pagava mais. Era um jeito de... Sei lá, dar uma separada, assim, da da... Meus pais achavam, né, um jeito de me deixar um pouco, deixar adolescentes, assim, meio separados. E aí, assim, rolava muito rock and roll, né, fumo e tal <laughs> Mas, assim, nada, não era tão, não era back, assim, muito underground, muito pesado, assim, era um back.

Aí eu comecei a me interessar por cinema.

Cine Clube, tinha Cine Clube Bixiga, Cine Clube Biju, Oscarito.

No cinema, assistindo oito filmes do Fellini, enfim, uma uma outra história. E foi um pouco também antes de eu vir para a faculdade. É, tem um movimento muito importante, acho que no final de oitenta, na vida, assim, no final dos anos Então, eleição para presidente, sabe? Tem um momento meio expansivo, né? E de... E para mim, assim, foi uma certa inserção política, na vida política. Eu fui petista nessa época, me filiei ao partido, né? E comecei a militar no partido, enfim, conhecer... Umas coisas mais... Mais cabeça, assim, sabe? Sai um pouco do rock nacional e vai para uma coisa mais... É... Não sei como dizer, mas mais politizada, acho.
Marcou para você, de alguma forma, o período da ditadura, assim?
Não, assim, não. Não, meus pais não eram envol Meu pai, metalúrgico, mas não... Membro de sindicato, assim, então... Não teve muito essa... Esse impacto para nós diretamente na época.
E aí você, é, ingressou na faculdade?
Ingressei na faculdade. Em que ano foi? Oitenta e nove

Eu passei em oitenta e
Em que curso você entrou na faculdade?
Em Economia na uspi. E como que foi? Ah, eu fiz duas nessa época. Eu fazia Economia na uspi e fazia Jornalismo na Metodista. Como que foi a escolha desse, desse curso, dos dois cursos no caso? Pois é, eu era super boa aluna de matemática, né? Uhum. Mas eu não gostava, no fim, eu gostava de história, aí eu comecei a estudar. Nessa época, então, mais politizada, de me filiar ao partido, eu comecei a gostar de política, história. E aí, fiquei entre as duas, assim, se ia para a área de história, matemática.

Ele sentou um dia comigo e falou, olha, sei lá, tem um amigo economista, conversa com ele para ver se não é dessa sua praia, um pouco que tem as duas. E, de fato, foi um curso que deu a possibilidade de aproveitar um pouco essa facilidade com o instrumento matemático e de estudar um pouco de história, escrever, né, que eu gostava. Mas foi por aí, assim. Não tinha ninguém... Na verdade, eu tinha uma super liberdade. Essa história de ter os pais, né? Operário. É uma beleza, porque chega na hora de escolher, a vida fica aberta. Porque você não tem... o pai que era, sabe, advogado. Meu pai, <laughs> minha mãe não queria que eu fosse nada, assim, eu podia ser qualquer coisa.

E hoje eu não gosto de me chamar economista, mas não por causa do curso de economia. Não gosto de falar que eu sou economista. Porque tem um preconceito muito grande em relação à profissão. Mas o curso, nesse momento, hoje em dia parece que mudou bastante também. Mas esse momento era muito bacana, porque era realmente um curso de filosofia. Tinha um pouco de filosofia, assim, economia política que se dava, né Que era estudar os clássicos, Keynes, Marx. assim. E para mim foi legal como formação. Me faltava muito isso. Quando eu cheguei na uspi foi um... Nossa, assim... Foi uma mudança de mundo. Porque eu me achava inteligentona, né? E eu era inteligentona lá do grupo do qual eu participava. Só que quando eu cheguei na uspi, assim... Todo mundo era, no mínimo, <laughs> igual a mim. E tinha uma coisa de cultura, de gente mais culta, que foi me dando, assim, um um certo desespero, sabe? de Uma vivência maior, né? Gente que já tinha viajado mais. que já tinha lido tudo que eu ia um dia ler, sabe? Que já tinha lido todos os lados <laughs> Aí, foi muito, é, foi muito acachapante para mim essa experiência. Ótima, eu acho ótima, assim, no fim, hoje, né? Mas aos dezoito foi bem difícil.

Então eu entrei e fiquei com estigma, sabe?

Eu ia de ônibus, vinha um ônibus fretando <laughs> é...

Enfim, eu não era uma pessoa íntima. Assim, eu não era uma pessoa da Fé. Eu era bem outsider da Fé. Eu ia nas festas vizinhas, tal, é é Foi difícil.

E deu para curtir um pouco essa coisa, porque eu não sei como era também na época que você fez, de integração entre os departamentos.
Então, a fé não é não, né? A fé é muito separada, uhum, ela fica ali, a economia e a <laughs> administração, poli, que é mais chato ainda. A gente só mantém a poli ao lado para a gente falar, nossa, como tem gente mais chata <laughs> que a gente é. <laughs> Mas assim, não é muito, não era muito... Tem a eca ali do lado.

Aham, porque não é só atravessar a rua, é, é atravessar um mundo, né?

Então, por um ano eu fazia faculdade à noite. Então eu fazia de manhã a fé, ia para casa de ônibus, esperava, passava tarde, lenta, e ia à noite para o curso de jornalismo lá na Metodista. Aí depois do primeiro ano eu fiquei entre uma... E eu gostava demais de jornalismo. Mas assim, a uspi era mais interessante para mim, né? Me pareceu mais abertura para o mundo, assim. Não sei porque eu não fui para o jornalismo, mas enfim, já estava no segundo ano, estava indo bem na escola.

Aí fui morar em República com as amigas, assim, até o final do curso.
Isso ou mudanças mil? Você já tinha namorado antes? Morar sozinha?
Não, foi tudo isso aos dezoito, tudo de uma vez só, assim, sabe? Não, aos dezenove, né? O segundo ano de faculdade.

Sempre meninos, né? <laughs> Pois é, <laughs> eles eram bem amigos mesmo, mas assim, foi o que eu consegui, não ia ser coincidência.

Nossa, que era medonho, porque a gente não tinha carro. Então, assim, final de semana, não passava circular nem ônibus. Aquela coisa triste, né? Até hoje, eu acho que todos esses prédios que têm muito concreto, assim, pode ser um movimento bacana, modernismo, mas, gente, é triste, entendeu? Fica frio.

um tijolinho aparente, tão mais bonitinho, né, mais quente, sei lá. E...

Então, conta um pouco sobre o seu primeiro emprego.

Engraçado, né? Porque eu lembrei, quando você perguntou outro dia, eu fui lembrar do que eu fazia e aí a gente deu risada no trabalho, que escutaram eu falar. Eu fazia um um boletim de greves. Eu sempre namorei, assim, os sindicatos metalúrgicos. Eu fui na, primeiro no... Quando o Lula foi candidato em oitenta e nove, em treze de maio, teve o lançamento da candidatura. Eu fui nos sindicatos metalúrgicos e fotografei e tal. E... O que eu estava falando?
Você lembrou o que você fazia de... Os boletins de greve.
Os boletins de greve. Assim, eu falei, olha só, para vocês terem uma ideia. Em

Greve, assim, a ponto de a gente fazer um catálogo de greves. O meu trabalho era, eu era estagiária lá, era pegar os recortes do jornal de todo lugar do país, a gente recebia um, como se fosse um clipping, assim, uhum, tirando as greves, e a gente fazia um catálogo de greves. Então, em data de início, o que negociou um histórico de greves. Todas, todas, todas. Mas era um calhamaço, porque hoje eu me dei conta que esse trabalho é um dos trabalhos que já não existe mais, <laughs> uhum, porque não existe greve para isso. Agora até começaram a despontar de novo. Mas, assim, nesse período isso era um movimento, o sindicalismo era presente, era o governo Collor, o início do governo Collor, então tinha muita movimentação e esse foi, era o meu primeiro trabalho. Depois lá eu trabalhei com o i cê vê, o Índice de Custo de Vida, que é pesquisar preço, trabalhar uma coisa mais interna do jazz, e daí por um tempo fui aprender a fazer negociação. Negociação sindical. O Diese faz uma intermediação, fazia, acho que faz ainda, uma intermediação entre empregados e patrões. Assessora, assim, hum, para ver quanto que é de reajuste, o que é de cláusula, de acordo. E, e aí a gente era treinado um pouco nisso. dezenove anos. E ia para essas negociações, eram rodadas de negociação. Uma época... Que ainda tinha essa... eu acho que o sindicalismo ainda é muito presente, assim. Que faziam essas negociações, isso dava na imprensa. Depois isso passou. Depois, em noventa e quatro, noventa e cinco, deu uma boa... uma suavizada nesse movimento. Mas era muito forte ainda.
É, nesse sentido, para você deve ter sido um aprendizado grande para conseguir estar no meio dessa, desses dois lados e ter que fazer esse trabalho de
Negociação, é. É que assim, o jazz sempre foi revestido de um caráter muito técnico, né? De de não tomar partido, é isso. Mas é óbvio que a gente trabalhava pelos trabalhadores, né? A gente fazia... Só que a gente não batia na mesa, não jogava cadeira, <laughs> mas a gente defendia a possibilidade. A reivindicação dos trabalhadores. A gente ia com essa pauta. Os advogados da empresa, os assessores. Era essa conversa. A gente fazia mais essa conversa de assessor com assessor.
Mas eu imagino que não deve ser algo completamente tranquilo.

Era super tenso. Não, morri de medo. Toda vez que tinha que ir para a negociação, morri de medo. Eu era nova.

Dificílimo.
É, porque além de ter que fazer o seu papel, você tinha que ainda se colocar como uma menina nova que estava ali para cumprir o seu papel, isso.
Isso, é. É difícil. No sindicato, especialmente, que é um lugar muito machista, assim, muito... Mas eu sempre vim com essa história de ser filha de operário, então achar que... Isso era um mundo conhecido para mim também, né?

A gente tinha o ambulatório da empresa, a medicina da empresa era lá dentro. <laughs> Que é uma coisa... Hoje eu fico pensando que é louco, né? Porque você entra dentro da fábrica, poluidíssimo, e vai lá se tratar no ambulatório. criança, da vacina e tudo, é. Então eu visitava muito. Esse chão da fábrica, que depois eu falava para os meus amigos, eles ficam visitando o chão de fábrica, como se fosse estudo, assim de campo. Meio que é comum para mim o chão da fábrica. Meu pai viveu aí, eu conheço o lugar. Vamos lá no trabalho do papai? Era lá, né? Mas foi uma época, assim, de muita apren Muita, muita coisa. Aprendi a trabalhar, a me relacionar com as pessoas no trabalho. Eles são muito bacanas, foram muito bacanas. Já disse isso para eles várias vezes. É uma escola que ensina muito amorosamente como se trabalha. Sabe um lugar que não tem muita competição, que que não é assim... Enfim, é um lugar ótimo para se aprender a trabalhar.

<laughs> Você quer dar uma pausa? Não, pode... É...

Você você chegou a se formar enquanto trabalhava lá ou você saiu de lá antes?
Eu saí antes de me formar e fui trabalhar no na

Mas era um um escritório só para fazer pesquisa de economia, tá.

É a minha única experiência de trabalho em empresa, assim, é nessa consultoria.

Isso já formada, né?
Isso depois de formada.

E daí, como como que foi depois de você formada? Porque daí você já tinha passado por todo esse choque de sair de casa, entrar na uspi.

E daí, como é que foi depois dessa sua graduação, assim, o momento de... Estou formada, vamos <laughs> continuar a vida agora.
É, foi muito... Assim, eu eu namorava um cara nessa época, agora me lembrei disso. E foi muito difícil porque eu me separei dele logo depois. Eu fiquei namorando os dois últimos anos de faculdade. Eu namorava esse cara que era dono de jornal, dono, que escrevia no jornal, um cara bem legal, assim, lá na fé.

E eu me separei dele logo no final da faculdade e rompi com muita gente que era que era do grupo. Assim, rompi um pouco um grupo. Na verdade, eu larguei dele para ficar com outro. Então, teve uma coisa meio mal vista, assim. E teve uma ruptura muito grande de de grupos. Assim, eu saí, fiquei formada e aí eu fui... Estava trabalhando nessa consultoria, longe, assim, longe desse grupo, sabe? Fiquei meio... numa numa trajetória meio individual, assim.

Sabe, sim, brincar de ser adulta, jovenzinha, né? Aí logo depois, daí dessa consultoria que eu estava achando meio baixo astral, assim, sempre teve essa coisa de eu precisar trabalhar para os outros, ser...

Então, tem só uma saídinha do Jazz. Jazz era uma coisa difícil para mim, porque a gente saía da faculdade, era um trabalho, a gente tinha carteira assinada. Então, assim, com vinte e um anos, vinte e dois, sabe? Tinha show do Maspi ao meio-dia e eu não podia, porque não podia faltar. Então, assim, o trabalho era bem bacana, mas tinha uma coisa que me atrapalhava, assim, aos vinte e poucos anos. Se tomasse todas à noite, não conseguia trabalhar no dia seguinte. E era uma idade que tinha muita responsabilidade no trabalho e pouca idade, assim, né? Sei lá, coisa para fazer. Aí, quando eu voltei, mais adulta, assim, aí foi legal. Aí eu trabalhei em outros projetos, mais técnicos, assim.

É, foi no final da faculdade que eu <laughs> troquei de namorado. E como...
E como que foi? Ele era da FEA também, você conheceu ele já na faculdade?
Conheci na faculdade.

E daí vocês se conheceram? A gente se conheceu, foi tão bonitinho, vou contar <laughs> trabalhávamos juntos, éramos estagiários juntos, né?

E aí a gente começou a ler um livro do Cortázar. Ele, na verdade, lia o livro, chamava Os Prêmios, do Cortázar. E ele começou a ler o livro, eu me interessei pelo livro, acho que um dia ficou na mesa, assim, do estágio, e eu comecei a ler, e a gente começou a a repartir o livro, a leitura do livro. Então eu li um pedaço, ele ia para a faculdade, enquanto ele ia na aula, ele fazia à noite ou de manhã. Então ele ia na aula à noite, eu ficava lendo o livro, aí ele trocava comigo, me dava na manhã seguinte e tal, e a gente ficou nessa de trocar o livro, até que um dia a gente foi se encontrar, porque o livro era o grande... Aí um dia a gente se encontrou para para trocar o livro e eu eu beijei ele. Tomei <laughs> três shops, assim. Agarrei e beijei <laughs> E aí depois disso a gente ficou junto.

Aí eu fiz minha mala, uns dias depois, fiz uma mala de... Que era tudo minha mudança. E... daí não tinha onde morar direito, né? Porque eu morava com esse cara na casa. Não era com ele, não era uma vida de casal. Eu morava com ele, o primo dele, a prima. Tinha uma semi-república, assim e Mas eu fui embora entendeu? Não dá, eu me apaixonei pelo cara. E estou indo embora, Fui com a minha mala.

Cara, eu fui morar um mês lá naquela casa, porque eu não tinha onde morar, saí da minha, enfim, fui lá.

Aí ele foi entrando com a escova de dente, o livro, a cueca. Moramos juntos. Depois que casamos.
Mas deu para sentir o gosto de morar sozinha um tempo?

Bem sozinha mesmo, né? Foi a minha primeira experiência aí de morar bem sozinha. Mas foi uma experiência de muita solidão, né? Porque você vê que, assim, eu corto os laços com os amigos da faculdade Porque eu rompi com essa história.

Aquele casal no final da faculdade, assim. Então, foi muito forte. Uma coisa de centro acadêmico, a gente era sempre chapa vencida. A gente nunca ganhou nenhuma eleição, <laughs> mas a gente todo ano concorria na chapa. Fazíamos coisas chatas, chatas, assim.

Aquele auditório lota <laughs>

<coughs> Era um fracasso, sabe, assim, uma experiência de só fracasso, a gente só fracassava. Fazer a chapa não vencia, <laughs> nossos seminários ninguém ia, mas a gente era resistente. Mas, enfim, eu fiquei muito ligada a ele lá, né? Então, quando perdi os amigos, fiquei morando sozinha, assim. Aí comecei a fazer aula de artes, história da arte lá no Mubi, curso de desenho livre. Aí foi um tempo que eu mais, assim, fiquei mais no indivíduo, né? Aí eu voltei para o jazz e a vida...
E a família, nesse meio tempo de faculdade, de morar sozinha, a família... Ah, minha mãe chorava, né?
Não gostou, nadinha, hum. Porque o meu irmão mais velho não tinha saído, né? Então tem isso também. É uma família italiana, aquela mãe, assim, é. Não, por que vai morar se é tão perto? Eu falo, não, porque é a vida, né? assim Sempre foi essa coisa de brigar, de falar, não, eu quero essa outra vida, sempre foi... Foi comum para mim. Então, eles até meio que esperavam. Então, tipo, vai, assim. Mas também tinha aquela coisa meio malandra, né?

Aí eu lavava roupa na lavanderia e tal. Aí minha mãe às vezes fala, não, traz o saco <laughs> Aí começou a ir saco de roupa para ela lavar.

Se cultivava há anos aquele furo que tinha na calça, <laughs> abrindo um pouco. Aí chegou a roupa para ela lavar, voltou tudo passadinha, a bermudinha cortada assim, com a barrinha feita. <laughs> Então a gente vivia essa coisa meio sozinha, muito independente, mas sempre tinha um respaldo, sempre tinha, uma mãe, é, um respaldo assim Não muito de grana, porque não não teve, mas muito nessa coisa de se precisasse de ajuda... Podia ir lá almoçar, levava uns amigos meus do Na época do, eu levava uns amigos para almoçar na casa da minha mãe. Era uma coisa... <laughs> Sabe aqueles caras que parecem que não comem há dez dias, assim? Ela gostava de ver todo mundo comendo, aquela coisa que a mãe canceriana achou bonito, né? Comer, limpar o prato, repetir. Então, ia aqueles quatro, cinco <laughs> amigos famintos. Então, tinha uma uma certa relação, assim.

Foi isso que eu retomei com esse amigo agora. Eu não vi mais meninos do colégio. Eu me me distanciei disso.

Teve que fazer uma outra turma, porque aquela turma ficou, hum, defasada. Assim, a gente fez uma outra, mas foi um momento ótimo. A gente, cinco anos depois... Eu engravidei, acho que uns cinco anos, mais ou menos, depois que a gente começou a namorar. Aí a gente casou nesse ano. Daí tivemos a primeira filha, depois tivemos a segunda. E agora a gente há três anos é separado. E...
E como que foi a filha? Qual que é o nome da filha? Como que foi a chegada da filha?

E foi bem bacana, assim. Eu acho que tem... Esse é o momento mais... A aventura mais arriscada de qualquer um. E foi muito legal, assim, de... Hoje eu percebo, né? Que não foi muito planejado, sabe? A gente era meio... Ia fazendo as coisas, assim.

Eu ia de perua. Uma van com mais cinco colegas, sabe? Trabalhava lá. Então, eu saía de casa às sete, chegava às oito e meia no trabalho. E, de volta para casa, a gente chegava nove horas da noite. Então, essa era a vida, assim.
E você morava onde nessa época?

Ainda no centro, né?

Então, eu continuei. Era meio pesado, assim, o esquema de trabalho, porque eu ficava o dia inteiro fora e tal. E aí, engravidei dela... E fiquei muito feliz. Meus pais ficaram super felizes com isso. Embora a gente não fosse casada, a gente não morava junto já há uns quatro E foi uma experiência, assim, não pensada, entendeu? Eu não tive esse pensamento, ai, vou ter filho, não sei se, quando, com quem, com esse, não. Ai, sei lá, engravidei. Deu dois meses de intervalo de pílula e eu engravidei, assim, e ele ficou feliz da vida. E morava num apartamento desse tamanho, assim, um apartamento de um dormitório. Não tinha onde pôr, né? <laughs> Aí foi procurar o... Uma casa maior, programar um apartamento maior.

Mas não não foi nada muito tudo pronto, né? Eu falo isso porque hoje eu vejo minhas amigas da mesma idade minha que estão tendo filho pela primeira vez. E aí tem um certo planejamento, assim, né? De não depois do doutorado, não depois do apartamento pronto, doutorado, a casa na praia, no campo e... Eu tive filho antes de qualquer coisa. Eu estava fazendo mestrado e aí no meio, assim, eu tive um filho no mestrado e outro no doutorado.

também deu para fazer, sabe? Juntando, sempre meio mais ou menos.

Eu trabalhava como incubadora de cooperativas populares. Meu trabalho era organizar cooperativas. Então, tinha uns três ou quatro grupos, assim de pessoas que eu tinha que organizar para fazer um... Um trabalho de incubagem mesmo, né, que é ensinar a fazer contrato, ensinar o que fazer primeiro, como dividir a renda.

Tinha um banco do povo junto nesse projeto. Então, era, eh, um trabalho muito militante, assim. E aí, quando eu fiquei grávida, eu continuei a fazer isso.

você ficou nesse projeto?
Dois anos.
E daí, depois que sua filha nasceu, você foi fazer o quê?
Fui dar aula.
Junto com o mestrado, é isso?
Junto com o mestrado, é.
O mestrado você fez em quê?
Em políticas públicas lá na gê vê Estudei sistemas de emprego, assim, de políticas de trabalho, estudei um pouco de banco do povo, cooperativas.
Daí essa, você começou a falar um pouco mais dessa rotina de dar aula, fazer o mestrado, uhum, estar com a filha nova, primeira viagem. Como que foi? A
Teve uma coisa de muita aflição quando tive a filha. Hoje eu acho que eu poderia ter ficado mais tempo com ela só, <laughs> depois que a gente cresce. Mas é uma aflição, assim, sabe de sempre ter trabalhado, sido independente, finance E aí pensar, vou ficar aqui tendo filho. Mas é maravilhoso. Eu fiquei quatro meses com ela e depois eu fui dar aula. Mas era um esquema para eu dar aula.

Então eu ia com ela às quatro da tarde para a casa dos meus pais. Dava a mamar, dava peito, ela só mamava peito. Dava peito às seis, aí ia dar aula.

Assim, a gente movimentava uma estrutura e eu não ganhava, sei lá, trezentos reais para dar aula. Mas era uma coisa de querer manter a atividade. Aí eu parei de dar aula um tempo e voltei a trabalhar em Quando eu voltei, eu já voltei nesse tipo de trabalho, fazendo pesquisa.
E quais as lembranças você tem dessa sua filha pequena, além dessa correria toda?
<laughs> Ah, não, não foi muito legal.

Eu vou te falar porque depois eu tive o segundo, né?

Quando a gente, quando ela tinha seis meses, quando eu estava seis meses grávida, a gente resolveu passar um mês na Europa, viajando. Aí a gente foi, assim, chegou, sabe?

Peguei um mês de férias e a gente foi viajar. E até pouco tempo atrás a gente ainda lembra de falar, gente, que gente louca, né? Sem essa coisa de seguro, saúde, hoje os bolsistas saem tudo com... Não, a gente não tinha nada assim. E foi, <laughs> viajou, andava, subia as escadarias, descia, andava, comia pão, tomava... Sabe, assim, sem muita glamorização, assim, da gravidez. Gravidez é uma coisa meio natural. Estava lá, gra... E aí ela nasceu e foi assim também. Eu fui uma mãe de primeira viagem bem sossegada. Não tive nenhuma neura, assim, de que não ia dar conta. Uma certa confiança, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente aprende tendo, assim. A gente sabe como é mãe, tendo. Fazendo, né? Porque a gente não... Quanto menos minhoca puser, talvez seja melhor. A segunda foi bem mais difícil. Eu perdi uma, tive um aborto também espontâneo entre uma e outra e

Porque aí com a experiência do aborto e já mais, sei lá, mais velha, assim, eu acho que aí é diferente.
Já tinha até te marcado tua mãe ter vindo, né? Um aborto também.
Pois é, então, teve. E nós duas tivemos um aborto em... Gestação avançada, assim, ela com cinco e eu com quatro, que é bastante já, é uma hora que a gente já está se sentindo grávida, assim, não é aquele de um mês, dois, né? Quatro meses já tem barriga, tem... E foi... é engraçado, né, realmente, repetir. Depois eu tive outro, logo em seguida.

Teve noites, assim, que ele ficou muito mal, com a respiração, o aparelhinho de respiração, muito doloroso, assim.

Um parto normal. Eu fiquei sozinha sozinha com Eu estava em enfermaria. Meu plano de saúde era enfermaria. Então não podia dormir ninguém comigo.

Eu dava de mamar, punha no colo, meio Acho que a experiência com o meu irmão mais novo também já tinha me deixado um pouquinho segura, assim. Mas foi muito legal.

Foi bem tranquilo assim com ela.

Sabe essa coisa de achar que não, já sou mãe também, de achar que já, já sei tudo? O cara veio e era outra história. Porque nascer de cesariana, prematuro, ficar na incubadora, tirar leite, ficar, sabe, dando leite.

E eu estava assim já, desesperada, teve um dia uma mulher muito bacana.

Porque eu entrei no trabalho de parto, fui. E aí ficaram esses médicos rodando assim no plantão do hospital. Então a cada seis horas mudava o médico, eu já não sabia mais com quem eu ia falar, uma coisa muito confusa, assim. Fiquei muito aflita nesse momento. E aí, depois de uns quatro dias, eu falava para a assistente de enfermagem, auxiliar, acho que chama.

Ela falou, não, vou falar com o doutor tal. Aí teve um dia que ela falou, não, não consegui. Ela mesmo, <laughs> assim, ainda bem não sei o nome dela, não posso denunciar, mas ela falou, não, vamos tentar hoje.

E aí o bichão também começou a melhorar, assim, porque, enfim, eu acreditava nisso um pouco, né? Que tocar no bebê, ele estava sofrendo ali, cheio de agulha, tirando sangue, fazendo exame. Ele ia pegar, né? E aí, depois aí, todo mundo melhorou. Eu melhorei, ele melhorou. Três, quatro dias depois ele estava em casa. Mas assim, eu tenho duas experiências bem distintas de de maternidade
E daí, eles foram crescendo e você tem histórias, deve ter várias, né? Mas você lembra de alguma legal para contar para a gente? Deles pequenos?
Ah, um monte, né? <laughs> Eu falo deles quase o tempo inteiro.

Ele falou, não, não, eu resolvi que eu vou ser o mesmo. Eu falei, ai... Então tá, que a gente <laughs> demora mais tempo para chegar nisso, mas você já chegou com cinco anos, filho, então vai lá, seja você mesmo, assim. E às vezes eles têm umas tiradas, assim, ela também é muito safada, muito falante, ela é super, eh, líder de torcida, assim, ela é muito... Muito especial, são meus, né, mas assim, eu acho eles muito especiais.

Foi, em dois É um momento difícil esse Foi difícil

E foi bem punk, assim, mudar de casa, saímos dois da casa. E aconteceu assim, a gente é amigo até hoje, mas, enfim, o casamento acabou, o amor acabou. E eu me apaixonei loucamente por um cara, um gaúcho, e aí assim, foi cada um para seu lado, eu e ele, eu namorei por um tempo, por dois anos esse cara. Aí eu fiz uma casa, comprei uma casa, fiz a minha casinha de vila, moro numa casinha de vila, sobradinho E fui morar com os dois, com as crianças, mas ele também é super presente, assim, vai terça e quinta para casa dele.

Então ficou tudo meio família, assim. Mas esse é um momento difícil, a separação. Porque é separar muita coisa, né? Isso também eu não sabia antes de fazer. Mas quando a gente se separa, a gente separa muita coisa. Uma história, assim. Fica meio... Desde os álbuns de fotografia agora, você me escolhe fotografias. E é difícil, entendeu? Porque tem doze anos da minha vida de trinta e sete que é com esse cara. E são doze anos da vida adulta, né? Por mais assim que tenha amizade, não tem, tem coisas que ficam perdidas. E perder isso, que é o vínculo de intimidade, assim, é foda.
Então vamos pegar essa parte agora.

Então vamos voltar um pouco para tua carreira profissional. Você fez o mestrado na gê vê, né? E... E depois?

Um puto esquema competitivo, muito... assim, muito diário, né, aquela coisa da informação, mas não, não sou desse tipo, eu faço as coisas lentamente, assim, lentamente que eu digo, eu gosto de estudar a fundo, né, tenho medo de falar as coisas sem muita substância, assim, e aí não rolou na Folha, na verdade não rolaria eu ter sido jornalista mesmo, eu acho.

E aí comecei pela primeira vez a pensar em na cidade, no espaço. Então eu mudei um pouco de de tema de trabalho, assim Antes era muito o trabalho, né? Então sindicato, trabalhador, montar cooperativa. E aí eu passei a pensar que... O espaço era muito importante na vida das pessoas. Aí, um pouco resgatando a minha história, né, de análise, fazendo análise, resgatando um pouco essa coisa das trajetórias, da vinda de um lugar para o outro, como isso era importante. Aí, eu quis fazer doutorado na FAO. Mas para entrar na FAO, como eu era economista vindo dessa época, aí eu fiz um projeto que era assim, meio de mapinha.

Começou muito quantitativo, assim, de fazer mapa e olhar isso que

Faz a pesquisa de emprego e desemprego, junto com o Diese e tal Faz uma série de pesquisas e eu fazia essa, de emprego e desemprego. Aí eu comecei a pegar esses dados e botar no mapa para ver como é que estavam espalhados os os desempregados pelo município e região metropolitana. E aí entrei na FAO com esse projeto. E aí, estudando lá na FAO, teve um seminário que eu fui para Coimbra, Universidade de Coimbra, apresentar esse meu estudo. E eu não sei por que, mas lá nesse seminário cheio de sociólogo e tal, eu comecei a me dar conta que isso era pouco demais, assim, que só os dadinhas e mostrar e ficar explicando trajetórias pelos dados e pelos mapinhas não estava legal para mim. Aí uma das das professoras falou, por que você não pega um estudo, faz uma estinografia, pega um campo? Isso no meio do doutorado.

Falei, ah, está bom, mas como eu não tenho direito como fazer um campo, sabe, na favela, sei lá, longe daqui, no Heliópolis, era difícil, assim, com esquema de crianças, duas crianças, escola, trabalho. Aí eu falei, ah, vou então começar a fazer um estudo piloto na favelinha da Light, porque é perto de casa, eu deixava as crianças na escola e ia fazer etnografia. Eu não sabia fazer etnografia também, aí comecei a estudar, ler, fazer uns grupos de estudo, E aí peguei meu caderninho de anotações, meu diarinho e fui lá na fave Então eu sentava todo dia na favela, conversava com as pessoas, começava a levantar o que poderia ser um estudo. E aí, como dizem os amigos meus, eu fui capturada pela favela, assim, porque era só para virar um laboratório, para eu aprender a fazer uma etnografia, para quando eu fosse fazer em vários lugares, que era meu plano de doutorado, então eu vou fazer agora onde tem concentração de pó, Eu fui completamente dominada pela favela, assim, porque eu entrei para fazer a pesquisa e seis meses depois eles receberam o comunicado que iriam sair. Então aquela movimentação deles saindo, eu já era amiga deles, já conhecia. E aí eu comecei a fazer a história da favela. E aí a história da favela, como eles estavam indo embora, eu comecei a fazer história de vida deles. E aí foi um processo muito bacana, assim, porque a tese mudou completamente, o título, enfim, mudou tudo na tese, porque aí eu passei a acompanhar a trajetória de vida de pessoas.

E aí eu fiquei completamente fascinada com esse outro jeito de ver o mundo. Era como se eu tivesse um instrumento antes de ver o mundo e aí com a história de vida ele mudou. E é viciante, é horrível, né? <laughs> É viciante. Agora eu trabalho em outro projeto e toda hora eu quero... Mas assim, e a história das pessoas? Porque tem muita coisa que, né, no dadinho, né? eu sou No dadinho eu sou economista, né, mulher branca, mas tem caminhos aí nesse curso de Rio que eu acho que são mais interessantes. Como se chega, como sai disso, como se lida com as histórias. E aí foi... Foi um momento também muito importante para mim, porque, é, eu tinha escolhido esse objeto de pesquisa, o objeto se destruiu, porque a favela foi embora. Então, eu fiquei uns meses assim, que eu não fazia nada. Eu não fazia nada, porque as pessoas dispersaram e eu não tinha como pesquisar mais. Aí eu falei, não.

Aí seis meses passaram, assim, que eu fiquei nesse tumulto. Aí eu voltei, resgatei algumas pessoas. Isso foi muito interessante, assim, como eu chegava nas pessoas para saber da história. Porque eu queria saber a história da favela. E a gente começava a falar da história da favela, né, mas eu tinha tantas outras histórias, mudou tanto a minha concepção de o que pode intervir um estudo, uma tese, sei lá, uma política pública que seja. Eu tinha tanto uma visão de que ordenando, urbanizando, resolveria o problema deles. E a hora que você abre a história de vida... Meu, assim, tem um buraco muito mais embaixo. Eu lembro de uma uma das minhas entrevistadas, que eu fiquei procurando, procurando, porque aí quando eu desisti, aí eu achei um cara um dia. Uma puta sorte, assim. Eu estava super desanimada, falei, puta, não sei mais onde procurar esses caras. Eu ligava no celular, eles não respondiam, porque eles tinham mudado. Aí teve um dia, eu sentei no boteco do lado da favela. Falei, vocês conhecem alguém? Aí o cara do boteco falou, graças a Deus foram todos embora, não sei mais de ninguém. <laughs> de chorar. Aí passou um deles, um um dos que eram meus entrevistados na época, um mais próximo. E aí eu comecei com ele a conversar mais longamente, assim... E aí ele foi me conectando com as outras pessoas. E aí tinha uma mulher que era imprescindível para o meu trabalho, que era a tia Madalena, que tinha fundado a favela. E eu queria a tia Madalena de qualquer jeito, eu queria entrevistar. E a tia Madalena dava altos furos em mim, eu marcava ela no meio, até que um dia eu bati na porta da casa dela e falei, olha, Madalena, hoje você vai falar comigo. E aí a mulher começou a contar a história dela, por que ela não estava falando comigo? Ela estava se separando do marido, que tinha oitenta e cinco anos, e ela sessenta e nove, acho, porque ele molestava sexualmente o filho dela, de cinco, que era um filho adotado, porque a filha... Deixou o menino, né, queria dar para a adoção o menino, ela adotou como neto. E esse cara molestava. E eu entrevistei o velhinho e falei, não, não é possível, não é esse. E aí você vai descobrindo que, meu, tem muita história embaixo dos tapetes sempre. A superfície é uma coisa e a hora que você abre essas caixinhas vem muitas outras. E aí depois que eu fiquei três, quatro entrevistas com ela falando do problema dela, Aí ela voltou e contou para mim a história da favela, de como tinha começado e tal. Mas sabe como fica um assunto menos importante? Agora a favela tinha <laughs> virado um assunto menos relevante. Virou uma tese muito mais de humilhação social que esses caras passam, de como a trajetória deles é... não planejada, como o improviso na vida desses caras é muito mais importante. Eles são mestres em improviso. E improviso é uma coisa muito importante, jogo de cintura na vida, para viver. E que é uma coisa absolutamente desvalorizada, né, neles. Eles o tempo todo estão dando um jeito, seja na casa, na vida, nos relacionamentos. Tudo é dando um jeito, assim. E tem uma ciência do improviso, sabe? Que eu acho que existe, assim, que é um ensinamento importante. Que vivem, esses caras sobrevivem a coisas, a mortes, de um jeito que... Eu não sobreviveria, acho, né, com a mesma tenacidade. E aí eu comecei a escrever a tese com esse enfoque da história de vida deles e um pouco com essa história do improviso, o que era habitar aqui, essa coisa da passagem deles pelos lugares, como é a nossa. retomo os caras, os filósofos, Heidegger, que fala de habitar, que a gente habita assim, como uma passagem, né, habita a terra como uma passagem. E eles têm isso tão, essa filosofia, né, tão sofisticada, <laughs> tão introjetada no modo de vida deles, que é uma passagem, que eles não estão aqui para serem nada. E aí eu fiquei nesse tema, nessa pesquisa, minha orientadora quase enlouqueceu, né, comigo, e eu também quase enlouqueci, E aí terminei a tese agora em novembro do ano passado, defendi agora em março. E foi difícil, porque foi uma defesa que as pessoas me esperavam de um jeito e eu tinha virado outra. Com esse processo eu virei outra. Não só com a tese, mas com esse jeito de mudar a tese, mais, separar, sabe? Mudou tudo de uma vez de novo. E é engraçado como as conexões a gente faz, né? Porque escolhi aqui porque era pertinho, entendeu? E aí saem, eu vou atrás. Então, assim, as coisas às vezes são colocadas de um jeito meio improvisado mesmo. A gente nunca planeja. Planeja algumas coisas, mas o resto que vai costurando a vida é mais importante.
Muito legal essa experiência. Daí também te marcou bastante, né?

Eu vim vim aqui pensando nisso, assim, né, de fazer o próprio relato, porque tudo que eu leio hoje em dia, tudo que eu interpreto, as coisas que eu interpreto, tem sempre esse outro lado de... A interpretação que a gente faz da de todos os acontecimentos da vida da gente, às vezes é mais importante do que o que de fato é, né, assim, o que a gente fala sobre isso, ou a possibilidade de cura que tem a gente falar sobre a vida, para esses caras, por exemplo, que eu entrevistei, que eu estudei, me pareceu mais efetivo escutá-los falar durante algum tempo. Era impressionante. Às vezes eu entrevistava e eu... transcrevia, né, e eles olhavam as histórias e falavam, não é possível, porque eles não queriam contar a história a princípio, não tem nada para falar, né, não, mas, enfim Aí começava de qualquer jeito, aquela coisa difícil de começar uma história. Aí fiz muito esse trabalho com foto. Então, me mostra as fotos, eles iam contando um pouco de onde nasceram, as histórias de infância, um pouco isso que a gente está fazendo aqui. E aí, quando eu devolvi a transcrição, os caras olhavam, treze páginas. Não é possível, eu falei tudo isso. <laughs> Nem liam, às vezes não liam, eu tinha que ler para eles as histórias, porque eles não eram alfabetizados. Mas o fato de ver isso escrito e registrado é mais importante, às vezes, do que ter a casa... Não vou dizer mais, mas é importante. Tem uma tem uma ação aí, que é deixá-los falar. Porque são pouco ouvidos, tinha uma reclamação constante para mim, quando eles falavam que saíram da Vila Madalena porque eles eram considerados o câncer dos milionários daqui. Então teve um momento assim, que eles se achavam super integrados à vila, como uma... sei lá, algo meio pitoresco, assim, na Vila Madalena, uma favela. E aí, quando começaram a fazer a a a negociação, teve um jogo pesado da incorporadora. E teve esse essa boataria, um monte de comentário, eles foram saber... na prefeitura que tinha um monte de abaixo-assinado por causa do barulho que eles faziam, porque a música deles era alta. Então, eles, a hora que eles começam a se ver, sempre como um estranho, né? Então, assim, a música deles não servia, o jeito deles viverem não servia direito. Aí, juntava com os trabalhos, porque eram sempre... domésticas ou ou os homens muito... faziam reparos, assim, nas casas. Então uma inserção na vila, que é uma inserção subordinada, uma inserção meio... subordinada mesmo, uma classe social inferior. Eles se consideravam, né? Aí eles começaram a se dar conta disso. Durante a saída deles, durante as nossas entrevistas, eles se deram conta de que, não, eles não participavam assim, não, da Vila Madalena. E que tinha muita gente afim que eles fossem embora, realmente. E, assim, eu, aí eu comecei a ver esse lado da importância da fala como processo de cura, de reparação, eu diria. Falar sobre a vida. Gente que nunca tinha tocado em assuntos, né, de como conhecer a mulher e tal e como eles se apegam demais aos objetos. Os objetos para eles são superimportantes. Eles carregam tudo, sempre. Está ali a história, como ela não está registrada. Não tem muita fotografia dos ancestrais na parede. Não tem ancestrais importantes. Então, assim As coisas carregam, sabe O armário que é da mulher que o deixou. sei lá, um bibelô, não sei, é tudo muito, muito carregado de sentido, assim, porque faltam outras coisas, acho, eu ponho essa justificativa, não sei se é nem por isso, mas tem essa coisa de carregar na mala a história. E a hora que ela se desfaz, assim, em palavra, é é muito bonito para eles, assim. Foi um momento super... Foi para mim, foi maravilhoso. Eu mudei completamente, assim. Hoje ainda faço os dadinhos, mas não dou nem bola <laughs> Acho que não é importante. E daí você mantém contato com essas pessoas? Tem um trabalho de continuidade, sabe? Eu mantive com algumas, muito poucas, que ficaram por aqui. Porque alguns foram para longe, né? Então tem...

E daí o seu trabalho...É, mas ele parou dois anos depois Então foi dois mil e cinco a remoção e eu fiz as entrevistas até mil e Aí como trabalho, assim, eu parei de de de procurá-los para fazer entrevista, né? Eu dei o retorno, né, da tese e tal, e E aí teve um documentário filmado lá. Dois anos antes da remoção. E na época da remoção eu encontrei a documentarista e falei, vamos voltar lá para filmar a remoção. E ela filmou também a saída. A gente acompanhou muita gente mudando de casa. Era tenebroso. As filmagens da da remoção da favela... São horríveis, porque eles ficam morando no meio dos escombros, né. Esse momento é horrível. É uma destruição assim, visível. Né, não é que saí e destrói. Fica destruindo junto, assim, com a moradia, procurando casa. É bem chocante assim, o documentário que tem essa imagem dos escombros. Perigoso, porque fica no meio de um monte de casa destruída, já muito sem estrutura. Eles morando lá no alto ainda, porque não conseguiram achar um lugar para sair, e E a partir desse momento, qual foi a sua trajetória depois?
<laughs> Depois dessa experiência que te marcou.
Aí eu fiquei uns quatro meses respirando, pensando. E aí eu voltei para fazer o trabalho na ongui, porque eu já trabalhava com uma pesquisa de saúde. E que está difícil agora, porque voltar a fazer um trabalho que eu fazia antes, mas parece que assim, sabe? Você gira e o mundo ficou <laughs> parado <laughs> Então, está um pouco difícil essa experiência de trabalho. As pessoas são muito bacanas, o trabalho é bacana, que é sempre organizar a ongui Agora eu estou organizando para trabalhar com esporte, mas eu vou fazer com saúde.

Essa história de contar mesmo, história de vida

Ele falou, não, acho que eu tenho história de vida para contar. Meu, o que a gente não tem, a gente imagina, assim, né? Porque essa capacidade de imaginar, ela faz parte da da história, né? Óbvio que, assim, a leitura que eu faço aqui, vem o meu primo, vai falar do meu vô, da minha avó, é outra, não sei o que ele, né? O que que escolhe, a tinta que põe, o colorido, se é cinza, se é colorida, mas é isso aí, né? É o que a gente vê da história. Até tem uma história coletiva, assim, né? Feita dos documentos. Mas essa das pessoas me parece mais interessante agora, depois que eu descobri, que é enriquecedor, né? Cada gente que eu encontrei, assim, cada um, sabe? <laughs> Com umas histórias completamente distintas, né? E um pouco dessa fala também deles sobre a linguagem. Então, como é difícil, às vezes, transformar a experiência em linguagem, né? Porque não está acostumado a fazer. Porque depende muito, né? A gente que faz análise, conversa, é, enfim, reunião, a gente está acostumado com uma comunicação e até tem uma dificuldade de quebrar isso e chegar numa coisa mais pura, né? Por um lado, essas pessoas que não falam muito sobre a sua vida, eu acho que tem uma coisa mais pura, que quando vem a história, ela vem muito sem lapidar, ela vem bruta, assim. O que é difícil também, porque tem umas pessoas que você morre de medo, você fala, meu Deus, agora que me contou tudo isso, <laughs> assim, o que você faz?

Falei, cara, eu preciso dar um tempo, assim, para decantar a história da pessoa, que me pega de um jeito muito forte, assim, tem histórias fortes. E eles contando, eu ficava pensando, nossa, e eles? Como é que eu deixei em casa, né? E teve muitos, assim, que às vezes eu terminava a entrevista perguntando, e como é que foi contar essa história de vida? E, tipo, eu, foi assim, a primeira vez que eu fiz isso e levantou a história muito, né, muito pesada, assim, muito difícil de lidar. Separações e mortes e, enfim, essas linhas que às vezes a gente nem para para pensar direito e quando para para contar, visita.
E desse trabalho, tem mais alguma coisa que você queira adicionar? Dessa coisa que te marcou tanto?
Ah, então, agora eu vou fazer um documentário com uma amiga, que, desse outro trabalho paralelo.

E a gente vai fazer um documentário com elas, porque elas elas vão e dançam sozinhas, elas abdicam. abdicar não é um baile chega de saudade, assim, com duplas elas vão e dançam, elas dançam em tudo quanto é lugar, elas se arrumam, são todas empetecadas e cada uma tem um modelinho, né?

É contadora de história, é... <laughs>

Porque elas fazem tipos, tem uma que é meio bailarina, usa umas tranças, tem uma que é muito gostosona, assim. E a gente fica ficou meio brincando o que a gente vai ser, o que será que elas fazem, sabe? Inventando histórias para elas. E aí a gente falou, quer saber, nós vamos filmar, de um jeito super caseiro, assim, vamos pegar um filmador, emprestar e vamos tentar levantar um pouco a história delas. Dos amores, porque nessa história da mãe da favela, os afetos e os amores, eles são os mais, assim, eles são muito estruturantes da vida, né? As lembranças são essas. O resto, assim, que ano você trabalhou, eu estava casada, sempre tem uma coisa assim, o afeto é o que lembra a história, né? Depois você conta, eu trabalhava, mas tem sempre uma presença de... Um sentimento naquele momento, né? E aí a gente resolveu que agora, não estou fazendo tese, nem projeto, assim, científico, a gente vai só falar sobre o amor para elas. E que vai ser ótimo, né? Para nós também. Porque a gente vive falando disso, em relação de mulher e homem e tal. Falei, não, agora a gente vai falar no documentário <laughs>
Então, você acabou se maravilhando com essa coisa da história e de conhecer as pessoas pela história e vai seguir fazendo trabalhos assim.
É, agora menos acadê. Porque academia, vou te contar uma coisa, eu não gosto muito. Não gosta. Na hora que eu estava, pelo menos, na FAO. É visto como... Na minha defesa, por exemplo, teve muito questionamento sobre será que você não está se projetando na história? Será que você não puxa também essa coisa de achar que os afetos interferem muito? Não é você? E até é, né? Numa entrevista, assim, até é. Se eu estiver lá, de verdade, né? Uhum. É fato que interfere o que eu penso, o que eu sinto, a expressão que eu faço, mas, enfim, são duas pessoas conversando, né?
E eu vou ser ali no trabalho.
É, um pouco dessa coisa da do objeto e do sujeito, sabe? Uhum. Teve um questionamento. Eu acho que isso é muito difícil. Quando você conta uma história de vida, uma pessoa tendo alguém para escutar essa história, ou mesmo não tendo, imaginando para quem você está conversando, para quem você está contando, é lógico que tem uma mistura, assim, de para essa eu conto assim, para aquela eu conto... Mas é o momento, né? Então, assim, essa ciência também que se prevê tão, ou se acha tão isenta, assim, eu hoje em dia acho bobagem. Mas a academia é muito ainda marcada por ela, né? Então, agora, abandonei um pouco o.

De fazer pós-doc e tal. Falei, não, agora a ideia é de fazer... Continuar um pouco nisso.

Eu falei, cara, essa história de vida vicia. Ela é meio vician Porque a gente começa a querer saber o tempo inteiro. Você olha, às vezes, uma pessoa do tempo que faz a pesquisa, né, no campo, você fica tentando achar também gente que possa contar a história. E aí, vira e mexe, assim, eu estou em algum lugar, escuto no ônibus, eu fico pensando, <laughs> essa mulher ia contar uma boa história. Tipo, <laughs> já com gravadora. Mas é viciante, é gostoso, é agradável, né? Agora, eu não tinha passado pela experiência contrária <laughs> Foi bem bacana também, né? Porque pensar o que você vai falar e como tem o improviso aqui na fala. Por mais que eu racionalize, porque eu faço trabalho sobre, é, o fio que dá aqui, tem o roteiro seu, mas, enfim, vai para lugares que a gente não espera. E isso é o bacana, né? A surpresa, assim, do desse encontro.

Daqui a três dias, três meses, quatro anos, eu posso contar outra história sobre isso.
E resgatar outras coisas, né? Ah, que bom que você gostou. Acho que, então, a gente vai encerrando. E daí, eu não sei se tem mais alguma coisa que você quer, é, adicionar ao seu depoimento. Algo que você Alguma história que você queira contar, assim, de última hora.

Então, a gente... é um pouco isso.